Ai, que gênio forte! <laughs>

A gente vai pegar isso lá no pessoal, depois a sua carreira como, como pes

Esqueci aqui.
Museu Aberto.
Pode, pode?

Minha mãe deu aulas de latim durante muito tempo e português. Olha só, e
E você estava falando que você tem uma origem na Bahia?
Eu tenho uma origem bastante brasileira, né, misturada. Eu tenho três avós, dois avós que fo, nascidos, que são os pais da minha mãe na Espanha, na mais precisamente em Ávila, que fica perto de, de Ávila. É uma cidadezinha, na verdade, chama barraco que fica perto de Ávila, que é próximo de Madri, mas já não é Madri, né a, a grande Madri. O Uma avó que é filha de espanhóis, mas nasceu em Ribeirão Preto. de uma outra região da Espanha, ela, ela é mais para baixo, Talavera de la Reina, e um avô que é do interior da Bahia, de Santa Maria da Vitória, que casou com essa minha avó descendente de espanhóis. e Então eu sou três quartos espanhola e um quarto brasileira, né? Porque na família desse meu avô tem as três raças, eh que as quais a gente denomina as raças formadoras da, da nossa da nossa brasilidade, né?
Maravilha. E assim E como, como você reconhece assim esse lado espanhol, assim no seu dia a dia, na sua família? Como é que. Não
Olha, na minha família, particularmente no contato com as minhas tias, com as min, são mulheres muito longevas do lado da minha mãe, né. Do lado do meu pai já não são tantas, eh tão longevas. Eu me reconhe, às vezes eu me sinto num filme do Almodóvar. Então, isso eu vim, vim descobrindo ao longo do tempo e depois do Almodóvar, evidentemente, né, porque eu convivi com minha bisavó, a mãe da minha avó, convivi durante quase cem anos com a mãe da minha mãe.

Então, tem falas da minha bisavó que eu reconheço nos fil, em uns filmes do Almodóvar. e Então, eu fui criada em espanhol e, e português dentro de casa, né, praticamente. Então Eu, nó, a gente não fala espanhol, essa geração, mas se entende perfeitamente. Quando eu fui morar na Espanha, que eu fui, eu morei na Espanha durante um ano, um ano e pouco, Eu cheguei e as pessoas achavam que eu sabia falar espanhol. Na verdade, eu tinha aprendido espanhol. Eu fui estudar gramática, mas durante pouco tempo. E eu sabia falar espanhol, sabia escrever espanhol. Então, que dizem que é uma língua muito parecida com português, mas não é tanto. Então, digamos assim que minha família está mais para Almodóvar e grandes sertões veredas <laughs> Grande ser Porque meu avô é de uma região muito próximo do, do norte de Minas Gerais. Ele é, ele

Ganhou um prêmio Jabuti. É mesmo? É Por uma das obras dele, que chama Porto Calendário e. E ele se correspondia com o autor do Grande Sertão Veredas, o Guimarães Rosa. e E tem proximidade entre as literaturas e as regiões. Então é Almodóvar e Grande Sertão Veredas. Que bárbaro! E, e
E o jeito das mulheres assim? Como que você descreveria essas Navas?
As Navas, da onde eu, eu puxei o meu sobrenome, porque vem dessa época que eu morei na Espanha. Porque lá, o primeiro nome, que é o nome paterno, está colado no nome. Então você perde, quando você casa, os últimos sobrenomes.

Então, eh e meu, não sem um, uma certa, na época eu não pensei nisso, mas a família do meu pai, que é uma família muito afirmativa e muito orgulhosa sobre o nome, aliás todas as famílias são e é assim que deve ser, achou um pouco estranho eu ter perdido o, o Alves de Castro, né.

Mas eu achei primeiro um nome muito sonoro. E eu vivi muito ligada durante mais tempo com essa parte da família do que com a par, a mulherada da família do meu pai, que são muito espanholas também. Tem uma coisa nas mulheres espanholas, tanto do lado da, da, da minha mãe quanto do lado do meu pai, elas são muito rápidas, muito inteligentes e tem aquele acento <applause> no final. O Brasil tem um acento corporal e rítmico no meio. a A Espanha é, é no um e no três. Nós somos no dois. Então é assim, tá, tá, tá. Quando você vê, acabou.

Tem brigas homéricas, mas acaba. <laughs> E aí você fala assim, e eu também só aprendi isso quando eu fui morar na Espanha. Então, era aquela brigalhada na rua e, de repente, vamos então até logo. Eu falava, mas como vai acabar assim essa briga? Não vai acontecer nada. <laughs> Porque aqui sempre tem essa coisa dos fluído, do um, dois, três, um, dois, três Lá é um, dois, três

Aqui é o taconeio, né? Então, elas têm em comum essas coisas. Diferentemente, as minhas tias, por parte de pai, são muito tem uma inteligência verbal muito rápida e muito fluida. As minhas tias por parte de mãe e a minha mãe são o afeto, as histórias, porque elas são todas professoras. Então tem essa ques, e foram pro, inventoras, a minha mãe, as Navas e a as minhas tias, fundaram o ensino municipal aqui na cidade de São Paulo. Não somente elas, várias outras professoras. Só tinha o estadual e o prefeito, que eu me lembro o nome, resolveu fundar o ensino municipal e elas são dessa primeira leva. e davam au, elas davam aulas, elas e as suas colegas, em igreja, em quadra de escola de samba, e minha mãe deu muito aula em igreja, e ela conta até hoje que os alunos sentavam ali no, onde a gente ajoelha, né? Para rezar, que eu não sei falar essa palavra, que é super complicada, genofluxório <laughs> e, e escreviam nos bancos. Eu sempre, quando minha filha senta assim, eu lembro da história da minha mãe, que dava aula do ou, do lado contrário da igreja, portanto, né? Em vez do altar, ela dava para lá. E eram todas igrejas de madeira, né? Então, tem toda uma história com, com as crianças e com a questão da educação muito forte por parte da família da minha mãe. Agora, a digamos, o traço é Almodóvar. é É aquela coisa não, non-sense. na Aquela coisa dramática, aquela coisa impulsiva, de dizer coisas a, por exemplo, minha mãe, esse final de semana, passou na minha casa, estavam os nossos carros lá em frente, ela tocou a campainha e ninguém abriu. saímos de táxi e aí ela ligou e falou, pensei que todo mundo tinha morrido <laughs> eh É Almodóvar Falei, como assim? <laughs> Achou que todo mundo tinha morrido. <laughs> Então, mas eu, eh, eh, enfim, eu devo ser um pouco assim também, apesar de não estar tão acostumada, né. Tem uma coisa mais exacerbada. Aham Agora, tem uma coisa do afeto, né porque. E do meu avô paterno, que eu não conhecia as mu, a. A família do meu avô paterno não tem muitas mulheres, tem homens. Aí foi a história de um outro tipo de, de, de, de ligação. Meu avô foi um dos fundadores do Partido Comunista no estado de São Paulo, no interior. Então, ele durante a minha infância, e duran, âh, eu, eu vivi a ditadura, o começo, né, da ditadura, meio escondida com meu pai num sítio, não assim o tempo todo, mas tinha uma certa... Não que a gente foi morar lá, mas não era uma coisa muito fácil, né? Ele perdeu o emprego, meu avô foi preso novamente e ele, nessa época, ele já era um escritor famoso e âh, os policiais eram da cidade de Marília, não queriam prender ele. Porque ele era uma celebridade. Ele tinha ganho o prêmio Jabuti, já, etecetera, etecetera E aí tiveram que prender. Então, eu me, ele, eu me lembro ele contando para a gente e falando, pode vim, pode vim, eu sei que vocês têm que me prender. <laughs> Porque é uma cidade micra, né? Aham Nessa época. e Então tem. Todo mundo se conhece. Todo mundo se conhece, ele sabia o que ia acontecer. e E minha avó tinha uma grande revolta por isso. Porque ela que segurou, durante muitos anos, a história da família, que era muito extensa. E ele era escritor, mas para ganhar a vida, ele era alfaiate. Ah Então, minha avó, ela teve que virar alfaiate também, junto com ele, porque ele ia para a cadeia e ela costurava, né e. E cuidava de uma família de cinco pessoas, né, que não é fácil, né, a gente sabe. E meu avô tinha uma coisa muito interessante, que eu tenho até hoje, nas etiquetas, da, da alfaiataria, ele colocava poemas. E era muito gozado, porque ele gostava muito de um trecho do poema do Danuzio, que é um escritor, um poeta italiano, eh, digamos assim, mais ligado com a rea, com, com o conservadorismo, né, e, e. E os, os amigos dele comunistas falavam, mas você bota isso, falou não mas é arte. e Então ele era um artista dentro do, do Partido Comunista, né. E E como é que era isso? Mas é italiano mesmo esse poema. Era Tudo foi feito, tudo foi tentado. e E o que eu não consegui fazer, eu sonhei.
Que lindo!
Lindo, né? Lindo E essas etiquetas foi o que sobraram dos ternos que meu avô fazia. A gente tem várias. Né Chama Alfaiataria Rex. <laughs> Essa daí. Quer dizer, uma coisa bastante prosaica, numa cidade muito pequena. Minhas tias, por parte de pai, sofreram muito por essa questão ambígua do que é ser filha de um, de um artista comunista numa cidade tão pequena. Nossa, com certeza. É. E
E você, você falou que você passou grandes períodos, eh, também numa fazenda. Mas você cresceu em São Paulo?
Não, isso aí. Como foi sua infância? A A minha infância é completamente urbana. Nós tínhamos um sítio, temos ainda em Mairiporã, não é uma fazenda, mas para mim, com sete, oito anos, era uma coisa de louco. e E eu me lembro, na verdade, não é que a gente passava tempos lá. né No período da ditadura, teve um determinado momento, quando começaram a ser feitas as prisões, que eu me lembro, não de ter ficado períodos, mas de ouvir o rádio no sítio, rádio à pilha, porque não tinha luz, das prisões. Porque davam as listas das pessoas que estavam sendo. E minha mãe falava, ah, seu pai não está aqui, porque ele está em outro lugar. Não é que eu estava lá escondida com meu pai. Eu me lembro desse sítio. Eu me lembro da ditadura nesse sítio. Vida, a vida nossa continua normal. é que Meu pai era advogado do sindicato do, dos eh, dos arrumadores, que são os estivadores, né. Uhum. No Porto de Santos. Ele era da construção civil, então ele estava ligado em determinadas estruturas, digamos assim, visadas. Então, ele não é que ele ficou escondido com a gente no sítio e nós tivemos que fugir. Não, não é isso. é É que ele estava um pouco afastado e acho que minha mãe contava. Não, nós estamos aqui no sítio, passando o fim de semana ou as férias. Isso, para uma criança, parece uma vida. Uhum. E eu me lembro do rádio dando a lista. Eu lembro da lista. Eu ficava olhando e falava, nossa, mas é muita gente, né? e E eu tinha, eu era muito pequena, né? Eu estava no primário. Seis, sete anos. É. Mais um pouco, uns oito anos. Eu estava no primário. Não sei, datas eu sou péssima. Mas eu me lembro dessa questão da gente não ter luz, porque não tinha. Por outro lado, esse sítio me traz lembranças fantásticas. Tinha os grilos, tinha as histórias.

Se ela tivesse, ela escreve bem, ela fala bem, e eh, e ela tem um dom com criança e bichos, né. Os bichos adoram ela. As crianças até hoje, que ela já está bisa, né, adoram ela. Minha filha adora, eu adoro. Sempre teve uma disputa por essa filha e as outras Navas meio ciumentas. Né. Minha mãe e minha outra tia. e ela inventava histórias para a gente no sítio. Então, ela era uma pessoa que olhava para os tomates e falava, bom, agora vamos contar a história dos tomates. Então, um tomatinho, tá, tá, tá, tá, tá, tá. A Aí, um dia, eu estava na casa dela, que eles moravam no Brás, e ela estava fazendo um vestido que era estampado com legumes, né, muito moderno. Aí, eu assim, tia, conta outra história. Ela, bom, e agora? Então ela começou a contar a história do vestido, da vagem, que conversava com o tomate, que conversava... E eu nunca me esqueci, porque eu achava aquilo uma coisa... E aí eu falava, e como acaba? a Acaba assim mesmo. <laughs> <laughs> Histórias pós-modernas, entendeu? Não tem fim, não tem final feliz. Não, agora acabou. Mas como acabou? Então ela acabava as histórias do nada. e a E ela contava muita história para a gente nesse sítio. E olhando o escuro. Porque essa minha tia ensinou para a gente a olhar o escuro e os vagalumes no escuro. Porque era muito escuro, né? Sem eletricidade. Quer dizer, era um escuro escuro. Então, e eu nunca tive medo do escuro. Não acho que só por isso. Deve ter outras questões, mas lá para trás. Mas eu me lembro dessa minha tia falando comigo e falava, olha o escuro. Depois eu vim a saber que é ela que tinha medo do escuro. Então ela enfrentava junto com a gente o escuro na varanda. Ela fa, e aí ela confidenciou. Eu já bem adulta, eu tenho, eu fico deprimida no escuro. eu Eu não gostava do sítio porque era escuro. Eu que não queria ficar, mas eu estava cuidando de vocês, então eu tinha que dar um jeito de. Então eu acho que eu tive um, um, um, uma mulherada muito interessante, né, de. Por um lado, do lado do meu pai, essa coisa rápida e pragmática, e por outro lado, do lado da minha mãe, essa coisa mais Mais ligada mesmo com a questão da criação educa, educativa, né. E isso Eu tive esse privilégio de estar no meio dessa, dessa, dessas Almodóvar, dessa gente, desse, dessa questão almodorvariana, mas super colocadamente afe, co colocada a questão. Elas tinham sido preparadas para aquilo, né, para educar crianças.
Estar com as crianças. É. E, e E você comentou assim tem muitos irmãos.
Tinha uma família extensa. Uma família extensa. Porque minha mãe teve, são cinco e meu pai também cinco. E eles nem se davam muito bem. Né. A gente se encontrou e houve um, um problemas em, em família, com questões de dinheiro, de assinaturas. Então, a gente se dividiu um tempo. Então, eu lembro muito das famílias juntas até um determinado momento. Mas sempre em São Paulo, porque eles eram do interior, mas meu pai e minha mãe vieram já fazer faculdade em São Paulo. Minha mãe fez Sedes e meu pai fez São Francisco. E depois minha mãe passou para a Puc, porque estava abrindo a Puc na Faculdade de Letras. Então, eles vieram para São Paulo, mas já namorando. E aí as famílias foram vindo também e se estruturando. A última que veio foi minha avó e meu avô, os pais do meu pai. Isso eu já, eu me lembro, eles vieram morar no Ipiranga. De Ribeirão? Não, de Marília. De Marília. É É de Marília para cá. Minha mãe é de Avanhandava, nascida, e meu pai é de Lins. Mas aí eles rodaram, rodaram, rodaram e foram parar em Marília.
E, ah, seus irmãos também? Você falou que tem vários irmãos, irmãs.
Nós éramos em cinco, né. Nós somos três moças e dois moços. E um dos meus irmãos, o mais novo, morreu num acidente no mar, quando tinha quinze anos. Foi um grande, uma violenta história na família, porque morte é muito violento.

E é dentista, então eu tenho duas irmãs médicas e uma dentista. Completamente diferente das carreiras dos pais, não sei.
Mudou. <laughs> Exatamente.

Olha, meus pais mudaram. <laughs> Eu nasci num apartamento do Bexiga, depois minha mãe alugou uma casa que ela ainda ensinava, que num determinado momento minha mãe parou de ensinar, quando ela passou a ter muitos filhos. e E minha mãe ensinava no Belém, então ela alugou um, eles alugaram uma casa no Belém, aonde eu lembro, ê, eu lembro da do nascimento da, não da minha irmã, de um ano e meio, Mas eu me lembro de um gato, eu me lembro do quintal.

Não se ia para a pré-escola, né, naquela época. Eu não fiz nem pré-primário. Eu entrei direto no primeiro ano. e E aí nós moramos lá no Brás, depois nós fomos para o Tucuruvi, perto do mercado municipal, que eu também me lembro, eu fu, eu me lembro eu lá tinha uns quatro anos. É. Você tem recordações? Eu tenho. Eu tenho, eu tenho recordações bastante antigas na minha vida. Se é que eu posso chamar assim de antiga. Eu me lembro sentada num, tinha uma re, uns pedreiros reformando uma casa na frente da minha casa e eu sentada num monte de areia falando pelos cotovelos, da onde é a minha verve até hoje, né. <laughs> Mas nessa época, minha irmã ma, terceira tinha nascido. Então, minha mãe com três bebês. Então, ela falava, bom, está falando ali com o pedreiro, ela de olho na janela, está bom. Não, mas tinha, tinha babá, tinha tudo, mas tinha essa liberdade. E foi muito legal Tucuruvi para mim, porque era uma rua de um quarteirão, quase sem movimento, e eu conheci todos os vizinhos. Porque minha mãe falou, bom, você é a filha mais velha, saia do berço e vá para a caminha num quarto sozinha. Então, eu tive que Sair, né. Então tinha a dona Nazaré, que era uma senhora portuguesa, que eu ia comer comidas diferentes da casa dela. Então coisas assim que eu provavelmente tinha na minha casa, né. Brócolis, bacalhau, eu achava tudo o máximo. Depois tinha uma outra, tinha umas meninas que tinham dorminhocas na cama e minha mãe não tinha essas delicadezas.
o que é uma dorminhoca?
Dorminhoca é uma boneca que é da minha geração, mas um pouco anterior, que você punha na cama para pôr camisola, não é. É, e, é Mas minha mãe achava aquilo uma coisa... Minha mãe é uma moça muito espanhola nesse sentido. Tinha boneca para que dorminhoca. Entendeu? <laughs> Não era, minha mãe até hoje não é uma moça de grandes maquiagens, de grandes enfeites. É muito austera. Aham. Ao mesmo tempo, ela podia ir com a gente numa loja que tinha Sears, Mappin, né? Mesbla já é mais recente. e E comprar três vestidos de uma vez. Sabe uma coi Espanha! <laughs> Então assim, fala, mas mãe <laughs> Não, três. Agora vamos aos três. Mas saía de moda, a gente crescia. Então ela tinha uma coisa, eh, ela teve três meninas, mas ela tinha sido filha caçula, então ela, eh, não sei, ela também era uma menina no meio daquelas histórias, minha mãe de vez em quando.

Depois aí, que era alugada. Meu pai comprou uma casa no Jardim São Paulo. Aonde eu fui para o primeiro ano, então eu me lembro do dia que eu saí com meu pai. Eu lembro Eu tenho uma lembrança do meu primeiro dia da escola, que é o, o o frescor da brisa batendo no meu rosto, dando a mão para o meu pai.
E a pé. a
A pé. Que era, chamava República da Bolívia, meu grupo. né, e E, e era uma ladeira, mas eh, agora a gente faz em duas pernadas, para mim era longe. perto, mas não é longe, né. A gente ia a pé, e minha irmã ficando em casa. e porque aí Depois minha irmã entrou no pré-primário, já tinha en ensino pré-escola nessa escola, né, mas eu não entrei no primeiro ano. Então eu me lembro dessa história. Agora você vai para a escola. A minha lancheira era de couro. que era uma beleza, né? A garrafinha de plástico, mas a lancheira de couro e com uma pasta, pasta mesmo, nada de mochila, uma pastinha de zíper, né que eu fui comprar. Eu me lembro dessa casa que eu já era, imagina adulta, tinha seis, sete quando eu entrei no primeiro ano. Eu ia na padaria comprar leite, era leite de garrafa, né ainda. Então minha mãe tinha uma leiteira que a gente colocava o leite, o dono da padaria punha o leite, você vinha com a leiteira para casa. Quer dizer, era uma vida com, era urbana, mas era um troço um pouco diferente, né do que é hoje em dia. e E eu comecei a fazer o pré-pri, eu só estudei em escola pública. Minha primeira escola privada, particular, foi no pós-graduação da Puc. Eu fui a única em da família, porque aí meus pais perceberam que não dava mais. Então, minhas irmãs já foram para o Rio Branco, os meus irmãos bem mais novos já fizeram Veracruz, equipe. Então, eu fui a única que fui do primeiro ano até o, o colegial, que se chamava assim, em escola pública. Depois do Tucuruvi, mudamos para o Ibirapuera. Fui até acho que a segunda série ginasial. Tentei entrar na escola vocacional, não consegui. Passei, tive notas altas, o imposto de renda do meu pai era muito alto. <laughs> Porque lá tinha essa história, né? <laughs> Eu falava, pai, mas por que seu imposto de renda é tão alto? <laughs> Você está me atrapalhando.
Você queria entrar no vocacional? Eu que
Eu, eu queria nada, né? Meus pais que queriam que eu entrasse no vocacional. Mas para mim foi uma frustração. que E eu, eu lembro que eu fui na reunião com a orientadora pedagógica, com meu pai, e ela falou, olha, sua filha tem notas maravilhosas, tá, tá, tá, mas aqui tem cotas, né? Que eles misturavam, né, as classes sociais, atrave e o, o crivo era o imposto de renda e. Então, de certo, na minha categoria do imposto de renda, tinha gente com nota maior do que eu, sei lá. Né. E eu lembro que eu olhava e falava, mas imposto de renda, né? Bom, aí vamos para outra. Aí eu fui para o Manoel de Paiva, que também era um colégio interessante e, e que depo, eh, que tinha muito professor que tinha sido preso, etece Bom, a gente estava nessa história, né? E E que tinha ainda Canto Orfeônico, que eu amava. Eu, eu senti muita falta do Canto Orfeônico quando acabou. Tinha música, tinha também uma educação meio vocacional. A gente trabalhava em equipes. E tinha também assim, mas aí era por notas. Então, os pretos eram que tinham de, os ma, as altas, as notas mais altas, para não ser branco, porque já tinha essa coisa do politicamente correto. Olha que interessante! <laughs> né E aí tinha os vermelhos, os verdes, a gente tinha categorização. e E cada equipe tinha que ter um preto, um vermelho, um verde e um branco. eram cinco, para não misturar só as turmas, sabe? os guetos. Aham E era meio chato, né, porque eu chorava, porque eu falava, eu tenho que escrever para essa gente que não sabe escrever, porque trabalho de equipe é difícil, né nessa época. Então minha mãe falava, você está sendo muito arrogante, porque cada um sabe um pouco das coisas. E era um período já de pré-puberdade, então a gente não queria ficar com aquela, com aquele menino. Só queria ficar com o preto da outra turma, do outro equipe. E você não sentava em filas. Eram As carteiras eram agrupadas em cinco já. dentro da eh Era física a organização. E tinha essa, essa estratificação, quer dizer, era um, uma outra coisa, eu já devia estar ligada com o colégio de evolução, nunca fui atrás dessa história. Bom, aí mudamos, porque nessa casa nasceu meu irmão, não deu certo o clima, digamos, do bairro, e a gente morou no alto da, mudamos para uma casa no Alto da Lapa, depois para outra casa no Alto da Lapa, onde minha mãe está até hoje. E onde eu moro desde que eu me casei, porque eu falei, chega, né? de mudar de bairro.
Mas por que que vocês mudavam assim?
Você tinha alguma. Olha, porque a família foi crescendo, né? E foi crescendo e meu pai também foi tendo meios de comprar casa. Eu acho que para a Zona Norte a gente mudou por causa que as Navas estavam lá.

Então, minha mãe acho que quis ficar perto da mãe.

A casa está lá até hoje. Outro dia eu fui mostrar para minha filha, mas não foi derrubada, porque Moema tudo virou prédio, né? A casa que a gente morava, não. e Eu amava essa casa. Mas teve que mudar porque meu irmão mais velho, que hoje é dentista e tem filhos e mora em Campinas, tinha problemas de asma, de respiração, e ali é um charco, né? Afundado. Ah. E Então o médico virou para o meu pai e falou assim, olha, o senhor vai ter que mudar num lugar que é seja ventilado, ou então mudar de São Paulo. Aí meu pai comprou um terreno que é um dos pontos mais altos, ali no alto da Lapa, a gente enxerga a cidade universitária inteira.
E ele sarou. Olha. E
Imediatamente. Então não teve que mudar de cidade, né? <laughs> Então aí fo, e para a gente que era meio adolescente, foi difícil essa se eh. Essa mudança para o alto da Lapa foi terrível. Mudou muito? Mudou, porque você perde os contatos na escola. num período que você tem que fazer relações, que você não se acha muito bonita e provavelmente não está, né, que muda a professora de Educação Física. mu Quando música a professora de Educação Física, é difícil, né, tem que dar cambalhota e você não sabe. O colégio não era tão bom. Né que eu fui. Aí eu fui para um que, na Cerro Corá, que eu não sei como é que chama, depois eu fui para um muito bom, no centro da Lapa, chamado Anhanguera, aonde eu fiz o resto da formação, até o colegial, que eu tive grandes professores nessa escola. Mas o ensino público já estava. Começando. Esboroando.
Como estudante, teve algum professor assim que, que te marcou, que você gostava mais? Ah, teve. Eu, eu

E um dia eu estou na sala com, isso tudo já lá, ainda lá no, no Jardim São Paulo. Um dia eu Eu era muito pequena e nessa época eu não usava óculos, talvez já necessitasse, então sempre me punho no primeiro. A primeira fila. E eu estava escrevendo umas coisas. Minha letra nunca foi boa. Fazia cadernos de caligrafia para chuchu. E aí eu estava escrevendo umas coisas, não sei o quê.

Quando ela estava comigo, ela escrevia mais bonito. Eu fiquei arrasada. Eu servindo de disputa entre as outras, mas para uma menina de sete anos, foi um fiasco, porque eu adorava as duas. <laughs> Aí eu falei, meu Deus, o que que eu estou fazendo de errado? Sabe uma coisa assim, na minha aula ela escrevia melhor, só isso.

Ela era muito bonita, as duas eram muito bonitas. Depois eu me lembro, já na oitava série, que já é virou oitava, eu fiz primeiro e segundo ano de giná, fiz vestibuli, cha, Não, tinha um nego. Admissão. É. É, fiz admissão no quarto ano. para entrar. Formei no quarto ano o meu primeiro diploma, eu tenho fotos segurando o canudinho da, de, do, do, do quarto ano. E eu me lembro de dois, dois professores, três professores, eu acho, já da Anhanguera. Um Uma que eu não me lembro o nome, que era uma professora de geografia que tinha ido para o Egito, que tinha ido para a Grécia, que tinha ido para a Europa, em vários lugares, e tinha slides. Então era maravilhoso estudar geografia com uma pessoa que tinha ido nos lugares. Era uma coisa assim para mim. Então, eu vi, eh, eu via ela na frente das pirâmides, né. Não era uma coisa, não era uma coisa abstrata. <laughs> Era real. Existiam <laughs> É E ela era aquelas geografias que números e datas não importam. O que importa, depois disso tem dicionário, ela falava para a gente. Depois, tem a profe, tinha uma professora de português

E ela, ela dava poesia concreta, ela dava Haroldo de Campos para a gente, no segundo ano colegial. Então, destrinchem isso daí. e o

Sétima ou sexta. Tinha reforço, não chamava assim, mas tinha aulas particulares, ia mal, pá, ficava de recuperação. Não sei nem se, segunda época eu nunca fiquei, mas era uma coisa muito complicada. Na, nas Sétima ou oitava série eu Eu acho que na oitava. Eh Entrou esse senhor, fumando, porque naquela época. Podia. Se fumava na sala de aula, ele põe um cigarrinho assim na beirada da lousa, porque era lousa, Ele entrava num silêncio que a gente parava de fazer tudo que você estava fazendo. Era uma autoridade silenciosa. E ele me ensinou que matemática pode ser difícil, mas tem uma lógica. E se você entende a lógica, não importa o que vo, você faz erros, mas a lógica é preservada. Coisas assim, regra de três, sabe coisas que não, ninguém ensina para as crianças. Ou para algumas crianças naquela época não se ensinava. Era, eu não sou contra decoreba de tabuada, mas decorar tudo é complicado. Então, e eu, e aí eu virei a primeira aluna da classe de matemática. num curso de humanas, né, porque a gente tinha essa coisa da separação. Então, eu só tirava nove, dez. E eu aí, e eu sempre adorei gramática, e eu passei a gostar do de como funcionava a matemática. Né. E eu tirava notas altíssimas, então teve geometria analítica. E ele E eh ele, tinha aquelas questões muito precisas, a gente só usava, eh, caderno quadriculado, quer dizer, já para trabalhar com a questão da lógica da matemática, não era em linhas. Então tinha umas co, e eu, e eu, eu tinha uma admiração, tenho até hoje. ele Ele morreu outro dia, eu fiquei sabendo. Ele se aposentou como professor de matemática nesse colégio. Ele era pai de uma aluna nossa, aliás, linda, ruiva, que eu sempre quis ser ruiva. Eu acho ruivo lindo. <laughs>

Era demais. E esse senhor me ensinou, coisa que eu hoje não consigo muitas vezes, como professora que eu sou, essa questão assim de um respeito que a gente não temia ele, não, tinha muita gente que temia, porque ele era bravo, mas tinha uma hora que independente dele ser bravo, dele fumar, dele ser chato, tá, tá, tá, tá, tá, tá, ele era, é assim, é pelo saber e pelo conhecimento. E quando isso se abre na frente de uma jovem, ou de uma criança, ou de qualquer um, é isso que vale a pena naquele momento. Tudo bem que tem as relações humanas, é maravilhoso a troca de conhecimento, mas tem uma hora que abre uma clareira na sua frente de entendimento.

Ela é capaz de parar uma aula inteira e fazer, e te responder uma pergunta e você se sente como se você estivesse num solo de dança clássica. <laughs>

Com ela. <laughs> Num padedê, com aquela, aquele canhão em cima. Aham Que não importa nada nem nenhuma coisa, é aquilo que está em jogo e nesse momento é um troço para um aluno e para um professor. Quer dar uma paradinha, não? Está caindo, né?
É só, só puxar.
Não sabe nada de matemática, passa a ser a primeira aluna da classe. <laughs> Não, eu não acreditava. <coughs> Não, e não é que eu estou querendo dizer assim. Gravando, tá. Eh, em relação à questão da matemática, não quer dizer que eu sou um gênio de matemática, não sou.

Eu sou péssima de contas, mas eu tenho uma coisa boa, a gestalt da conta eu sei. Então eu vejo uma conta e falo assim, aqui está faltando dinheiro. Ou vejo outra conta e falo, aqui falta, aqui sobra. Em orçamento eu bato o olho, prum. Aí as pessoas olham para mim assim, mas como você sabe? Falei, vai conferir. Então, é uma outra lógica matemática que, que provavelmente, ele soube valorizar em mim. E nós éramos todos de humanas, nós não estávamos preparando. Provavelmente, no, nos cursos das exatas, ele puxasse mais por outras coisas, porque havia necessidade.

Uma coisa, assim, a absurda. E que não valia muito, porque para fazer faculdade de Direito, a pontuação não valia muito.
Queria perguntar, você já tinha definido que era direito? Pois é, não. Porque você definiu que era humanas, então, minimamente. Aí deixa eu só
abia. Aham. Eu tinha esse, eu sempre, eu então, eu Eu gostava de geografia, eu gostava muito de literatura. Essa professora que, que, que dava Haroldo de Campos, imagina, a gente estudava eh, os livros do, do Antonio Candido. que era a história da literatura portuguesa e brasileira. Então, eu fui desde os cantares de a, de maldizer e de Amor, em Portugal, até Mário de Andrade. Né, eu Eu, na verdade, essa coleção eu uso até hoje na, nas aulas que eu dou na Unicampe. Quando eu ensino história da dança, eu dou história da literatura. para algumas meninas que não tiveram isso. Porque uma coisa é você sair da história geral e ir para a história da dança. Outra coisa é sair da história da literatura, principalmente a brasileira, que é muito bem feita, que é o Castelo, né, que faz junto com o an, com o Candido, e é maravilhosa. E é uma coisa simples. Aquilo ali deve ter tido anos de elaboração, né. A gente sabe hoje que aquilo não é do nada que aparece, né. É um trabalho muito profundo. Então, eu uso até hoje. E aí eu tinha essa coisa. Bom, aí vamos escolher que faculdade você vai fazer. Eu com o meu pai.
Você era nova também. Eu tinha dezesseis anos.
Dezesseis anos. É. Dezessete anos no último ano. Dezesseis anos eu cumpri no terceiro colegial, meados né, do ano, em julho. e Então, ah, mas eu quero fazer ciências sociais. Sociologia, antropologia, eu queria fazer mais antropologia, mas não sabia exatamente que no, atrás, o que que Meu pai falou, mas minha filha, como você vai ganhar a vida <laughs> sendo antropóloga? Ele mal sabia que um, um sociólogo ia ser presidente do Brasil e uma psicóloga prefeita de São Paulo, né. Não São conquistas. É, são. Em termos de a, de, de, do, dos conhecimentos, são conquistas importantes. e E estou falando só dos graduados, né, sem desmerecer nada nem ninguém. E aí, eu falei assim, ele falou, por que minha filha? aí Aí tem a coisa da sedução da carreira do pai, da estrutura. Por que que você não faz, então, direito? E quando você conseguir ter uma independência econômica, que eu acho justo que os pais pensem dessa maneira, acho bem justo. Eh Você faz ciências sociais também. Então, sabe? Na verdade, ele queria deixar o, ê, que eu herdasse a banca. Eu era a filha mais velha. E ele tinha esse sonho. Aí eu me lembro no equipe com ele, preenchendo os dados para fazer o vestibular, que eu fiz junto, né, com o, com o último semestre do colegial. Porque o último semestre do colegial eu fiz de noite, o que de certa forma me arrependi, e ia para o cursinho de manhã. Quer dizer, eu estudava.
É. E a escola terceira ano a noite era no Anhanguera?
Também. e E o equipe era na Frei Caneca, né, já. Então, mas quando a gente, e fazia ali, eh União Cultural de tarde, lá na, na, aí, na on, na, onde é ainda? Na Coronel Oscar Porto. Quer dizer, dezessete anos vale tudo, né. A gente não cansa, é maravilhoso tudo. E aí eu ia, ia de ônibus para cima e para baixo, não dirigia, eu demorei para dirigir, eu não gosto muito de dirigir. Todo mundo, dezoito anos, vamos dirigir, eu achava chato. Aliás, acho. Eu dirijo porque não tem outro jeito, mas não acho muito bom. Mas enfim, aí eu, meu pai falou assim, então, o que que você vai escolher? Ah, tá, então eu faço direito, vai. Sabe uma coisa meio assim? E também um jogo entre pai e filha, etecetera. Mas eu tinha essa coisa na cabeça que eu ia fazer ciências sociais. Então eu entrei na São Francisco com deze Quando eu fiz, eu de esperei um ano, entrei nas Ciências Sociais da Uspe. Não no segundo ano. Não, porque eu entrei na Puc nas Ciências Sociais. Ah Então, já o trato já estava mais ou menos. Porque eu fiz o todos os vestibulares, né? Então, eu fiz, eu fiz di, não, eu entrei direto na Faculdade de Direito na Uspe, depois eu entrei direto na Puc. no mesmo ano. Mas eu falei assim, ah quer saber de uma coisa? Eu vou tentar a Uspe porque assim eu não pago. E naquela época podia. Porque hoje em dia podia. Era permitido. Aham. Fazer. e Então eu entrei na São Francisco e foi realmente, aí foi a questão do, do, do debim, né? debutante no mundo, aí eu fiquei um ano meio zonza, sem saber o que fazer, porque aí eu entrei na política direto, eu fui diretora do departamento feminino que tinha na São Francisco, logo no primeiro ano, ah, já teve aquele embate absurdo, porque tinha direita organizada na São Francisco nessa época, imagino que até hoje, só que o trote da direita organizada, notadamente capitaneado pela Atlética, era jogar bombas nas salas dos calouros. pelas janelas. Chovia bomba. Era uma coisa horrorosa. Eu falei, gente, que que está acontecendo comigo aqui? Eu fiquei muito assustada, né. E tinham professores, digamos assim, muito heterodoxos, né, para, por tudo aquilo que eu já tinha vivido. É uma educação muito centralizada na figura do professor.

Que eu falei, eu vou passar porque eu nunca mais volto a ver esse moço na minha frente. Sabe pavor. Uhum. De um professor? Então eu falei, bom

Eu falava, mas essas pessoas tão interessantes, deixam que isso aconteçam com a gente? Porque é muito difícil, né? E aquela gritaria, não sei. Bom, enfim. E como eu já tinha, digamos, uma família que vinha de uma tradição de política, então entrava já todos os veteranos mais à esquerda, porque nessa época a gente não tinha, né? Não tinha ainda os partidos legalizados, mas lá dentro tinha PêCêBê, PêCêdoBê, tinha Valpalmares, tinha EmeErre oito, tudo já implantado. E tinha essa questão dos conservadores, tinha a social-democracia, estava tudo mapeado. Que época que a gente está falando? Setenta e sete. Tá. Mil novecentos e setenta e

sete. Ai, Ah

É Etapa, que é na Frei Caneca. É.

É. Não, eu tenho que retificar uma coisa.
Eu fiz cursinho no Etapa. Na Etapa? É. É, eu fiz cursinho no Etapa, não no Equipe. Tá. É. É na Frei Caneca, o Equipe não é lá.
O Equipe é num outro lugar. é, ele era Nessa época, ele era na Caio Brato. É próximo. Próximo, a Etapa também
Agora, por que eu cheguei no Etapa, não sei. <laughs> Deve ter sido meu pai que fez uma pesquisa, alguma coisa assim. De que era um bom cursinho. É. Mas, enfim, voltando a, a. Estava falando da faculdade de direito. Então era um mundo muito interessante, porque, assim, primeiro que, que eu saía, eu saía do bairro, né? Então, era no centro. E o centro sempre foi um lugar que eu gostei, gosto muito do centro. Então, e meu pai tinha um escritório no centro, de direito, de advocacia, então eu já frequentava quando era pequena. Bom, tinha uma época que tinha a semana inglesa, né, meu pai trabalhava sábado de manhã, então a gente ia para o escritório, brincava de secretária, então tinha todo uma coisa, tomava sorvete no Santa Helena. Logo depois derrubaram, que eu também não sou tão antiga assim. Mas, enfim, mas eu me lembro dessas, dessa sorveteria. E quando meu pai falou, aquela sorveteria era no Santa Helena, eu falei, ah! Porque a Praça da Sé existia. O prédio do meu pai foi um que restou. Aonde ali, ali nem tem mais escritório. Ah, o Os fundos dele, eh, ficou meio des, desencarnado assim com as demolições, né, para a abertura da, da no, da nova Praça da Sé. Mas isso a gente estava em casa estudando e não se dava conta. Eu amava os interfones <laughs> no escritório do meu pai, que você brincava de telefonar, que eram vários, né, era um grupo de colegas que abriu esse escritório. Bom, enfim, a São Francisco. Então era uma coisa assim, tinha esses professores, tinha essa violência, Mas também tinha assim, a questão da política que não era estudantil, da política em si, porque a São Francisco no, nos deu, a pelo menos a nós que tivemos essa vivência, a possibilidade do, do, do embate, do embate entre os diferentes. Não era uma coisa assim, eh, tem a esquerda e a direita, tem vários tipos de esquerda e tem o centro e tem a, a, a, eh, bom, tinha a turma da bucha, né, que é a turma ligada com as questões mais tradicionais, tem um túmulo dentro da São Francisco, que eu não me lembro de quem é. Então, tem toda uma história antiga que a gente entra e aquilo... E tem as trovas acadêmicas, e tem o Centro Acadêmico onze de Agosto, que não é só o Centro, é o Restaurante do onze, é a Gráfica do onze, é a Secretaria do onze, as bibliotecas são maravilhosas na São Francisco, tem o tal do Departamento Feminino, que assim, o Centro, não sei se vocês sabem, mas o Centro Acadêmico onze de Agosto tem dentro da, da Universidade uma sala que se chama Departamento Feminino do Centro Acadêmico onze de Agosto, onde só entra mulher. as advogadas vão se refrescar, é maravilhoso, é uma mega sala com poltronas de couro, com banheiro exclusivo, com, um, e na, hoje eu não sei se tem, mas naquela época tinha, então precisava ter uma pessoa que dirigisse o departamento feminino. ou que abrisse o Departamento Feminino para os Homens, enfim. Eu não sei se eu fui diretora, mas eu estive muito próxima, assim, nós demos uma festa para homens e mulheres nesse Departamento Feminino. Mil novecentos e setenta e sete Mas são co, são questões interessantes, né e? E era tudo, porque assim, e a gente queria, tinha professores que falavam, mas vocês vão abrir, as moças quando estão mais nervosas, em alguns períodos do mês, precisam de um lugar para ficar, quer dizer, uma coisa muito arcaica, mas muito real. e a vida como ela é. Então, eu acho que eu tive uma experiência política eh, dentro da São Francisco, da vida como ela é, de, de intolerância, por um lado, mas também de uma, de uma, de uma configuração que isso é a vida universitária do mundo real. da questão da pólis mesmo, né, que lá na pó, a pólis é a cidade, não é simplesmente os partidos, não, não são simplesmente o que você acha, é o, é a convivência, né entre diferentes. E é muito difícil. Isso foi muito difícil, mas foi muito rico, por um lado. Bom, aí estamos lá, isso é noventa e sete, e setenta e sete, perdão, e o Gofredo lança a carta aos brasileiros, já eu lá dentro.

A Carta aos Brasileiros foi o primeiro. Nós estamos vivendo um período de, de, de flexibilização, digamos, né, das estruturas não democráticas, né, ditatoriais. E o Goffredo lança uma carta em prol da, da democracia, né, pelo Estado de Direito, que na verdade não é nem antes. É pelo Estado de Direito. Essa Carta aos Brasileiros é pelo Estado de Direito. Ele que não é um cara, nunca foi eh, ligado diretamente à questão da esquerda, mas é do Estado de Direito, das liberdades democráticas, da, da construção, eh da recon E existe, quando eu estava no colegial, no último ano, tem a caçação de, de dois deputados que não me lembro o nome, né, foram os últimos que foram caçados. Então isso já vem no bojo dessa história, é quase uma resposta a isso. E ele lê essa carta no pátio, na, nas arcadas, para a gente. Estávamos lá e todos os colegas dele. Então é uma coisa muito forte. Uhum. E já existe um movimento na Universidade de São Paulo como um todo. Então, nessa época, a gente não tem DêCêé livre. Os centros acadêmicos, eh, o de, o, o onze já era livre. Mas era DêcêÉ, era DêA, não era CêA. Então era Diretório Acadêmico, então chamava DêA. Então a gente falava, você é do DêA

Para saber de que lado a pessoa estava, né. Então, tinha os CêAs e e tem a questão do DêCêÉ livre, que chama DêCêÉ livre durante muito tempo para se separar do DêCêÉ Pelego, digamos assim. Então, a gente começa a participar dessas coisas, mas eu como primeiranista, né? e E aí tem um momento, que eu, eu, eu acho que é mil novecentos e setenta e sete, mas acho que é, que vem gente da Uspe, que tinha assim, nós e a Uspe e a Faculdade de Medicina. Eu não me lembro se nessa época de, já a odontologia acho que já estava na Uspe, não era Três Rios. Então tinha duas, dois polos fora da Universidade de São Paulo, a São Francisco e a Medicina, né, a da. A, da douto e a douto, a Doutor Arnaldo e a São Francisco era assim que a gente chamava, pelas praças e pelas ruas. e Então vem gente de todos esses lugares para a São Francisco e, e instaura o Largo de São Francisco novamente como território livre dos estudantes. E ali a gente começa a tentar se espalhar pela cidade. e E uma das passeatas vai indo, tó, tó, tó. Eh Eu não fazia parte de comando nenhum nessa época, depois eu vim a fazer. Um pouco, porque eu tinha um pouco de medo dessa história. Eu e aí a gente vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, e para no viaduto do Chá.

Porque está a polícia esperando a gente na porta do Maspe. Eu nem me lembro, mas era uma gente uniformizada, <laughs> entendeu? escudo Com escudo. É PêEme. É tropa de choque. Tropa de cho. É. É choque. Exército É PêEme. É o choque. E aí, mas, e assim, e eu segurando a faixa, tuque, tuque, tuque, a primeira. <laughs> Eu com os meus colegas, porque a gente era da casa, chegamos primeiro, seguramos a faixa. O povo foi chegando depois. E aí, eu me lembro, eu não sei bem o que aconteceu, porque eu vi as lideranças, mas a gente me escapava aquela história. Nós éramos o que a gente poderia chamar massa de manobra. Mas assim, um pouco consciente, um pouco inconsciente, mas era isso. E também o que que esperar de um povo de dezessete anos, dezoito, né? Então tinha aquelas lideranças estudantis, que a gente não chamava de lideranças. Nós não nos chamávamos de companheiros, porque hoje na Unicampe eu vejo estudantes se chamar de companheiros. Nós éramos colegas. Deu uma retrocedida aí, nessa história, no meu entender. <laughs> Então nós éramos colegas e eu, e eu, vi, teve uma, então o que foi decidido? Sentem-se e leiam a carta. E a gente sentou, mas me passou pela cabeça assim, eu falei, bom, polícia aqui, polícia atrás. Eu nem sabia que tinha polícia atrás. Não dava para ver. <coughs> Entendeu?
Polícia na frente. Com cavalo e cachorro. É.
É tudo, né? A tro, o O choque completo. E aqui, nós sentados, eu falei, ou a gente vai apanhar e vai para a cadeia, ou vai para a cadeia, ou nós vamos pular pelo viaduto do chá. <laughs> Abaixo, tuf, tuf, tuf. e E, realmente, eu acho que ali houve uma negociação e, e o bom senso prevaleceu, diferentemente do ocorrido na invasão na Puc, né, onde, realmente, não foram só as palmeiras do Jardinzinho do Tuca que pegaram fogo, Teve gente que pe, quase pega fogo, pessoas que teve, tiveram ferimentos extensos, moças principalmente, né, por conta de, até hoje parece que, bom, se sabe, mas eu não apure, não lembro dessas apurações de lança-chamas, de bomba incendiária. Bom Enfim, pegou fogo. Né, não sei como é que aquilo pegou fogo. Diferentemente disso, imperou o bom senso e algum, algum tipo de, de conversa teve entre ou professores, etecetera, porque naquela época tinha os ratos, né também. Tinha gente do, do, do, do, do Aicode infiltrado. Não, mas como é que chama aquele prédio que agora é a Pinacoteca?

Do Dopes. Em cada sala de aula tinha provavelmente alguém. Os ratos, né? Que a gente chamava de ratos. Não sei se foram os ratos também. Não sei o que aconteceu. Teve uma, graças a Deus, teve lá uma, e a gente foi levantando e saindo e voltando para a faculdade. E eu, e na e E eu estava na primeira fila segurando a faixa. Mas me deu uma, e me deu nessa hora também uma certa coisa. Eu falei assim, mas quem que colocou a gente nessa situação? Porque é uma imaturidade. e entrar com uma passeata de estudante no viaduto. É uma armadilha, né e. E depois, aí houve várias passeatas que eu participei. Uma vez, nós ficamos, eu fiquei, por exemplo, junto com várias pessoas. Eles cercaram o a Faculdade de Medicina, que não podia sair. E aí eu, vamos participar das comissões. Eu não sei como eu fui participar de uma comissão de segurança. Então, o papo era assim. Não, porque tinha pouca gente. Então, se o cachorro vier, você chuta aqui. Se o cavalo vier, você joga umas bolinhas de gude. Se o cachorro morder no braço, você não puxa porque ele vai te rasgar.

Eu falei, gente, eu vou embora. <laughs> Essa comissão eu quero seque Aqui eu não vou ficar. <laughs> Eu não vou dar conta. Como se diz em Minas Gerais, isso aqui não é para mim. Eu faço parte de outra comissão. Isso foi bem no começo. Porque com o tempo, quando eu, a gente ia se graduando, e eu, e eu fui estagiária do Departamento Jurídico do, do Centro onze de Agosto, A gente fazia parte das comissões de juri, de jurídicos, para tirar o povo da cadeia. Então, tinha alguns advogados que reuniam os estagiários de direito. Então, você fazia uma parte de uma segurança, mas era mais à distância. Então, andava com um monte de ficha telefônica no bolso. e E eu tive uma sorte danada nesse sentido. Por quê? Na invasão da Puc. Né Eu já andava de tailleur de uniforme de advogada, porque eu estava fazendo estágio. e Então, nós descemos, eu e um colega meu, na Cardoso, e aquele silêncio para a manifestação. E eu falei, mas está acontecendo alguma coisa aqui, né?

Acho que ele ainda atua.

Não, vamos que vamos. e E ele de terno, E eu de, de saia, sei lá, né, mas assim. Aí, quando conforme a gente foi entrando por uma daquelas travessas da, da Monte Alegre, vinha vindo polícia. Choque mesmo. e E nós assim... Mas o que está acontecendo? Não, não, não. Pode sair. Se vocês querem entrar, pode sair, porque vai, está muita, eles já tinham cercado a Puc antes do incêndio. E um silêncio, sabe? Porque estava tudo trancado. e

Aí, tentamos entrar num prédio, entramos num prédio, tinha umas pessoas olhando, nós entramos, subimos lá e ouvimos aquela barulhada, nem ouvimos, não me lembro, mas aí quando a gente viu que os carros começaram a circular, mas foi muito rápido tudo isso, nós saímos e fomos para a GêVê, que era um dos quartéis generais, onde se reuniam os advogados. Quando nós chegamos lá, a gente já ficou sabendo que tinha pegado fogo. Sim, porque não tinha celular. Então, isso tudo era por orelhão e fichinha, aquela fichinha pre, cinzinha da Telespe. Então, quando nós chegamos lá, já tinha pegado fogo. Aí eu liguei para a casa da minha mãe, porque minha mãe tinha certeza que a gente tinha ido preso. Porque era um ônibus de estudantes para o Tobias de Aguiar, né? Porque eles puseram todo mundo no estacionamento dos professores e foram levando os vivos, né? E os não machucados. e E nós escapamos por causa das nossas roupas. Porque eles acharam que era um casal de namorados voltando do trabalho. Porque era na hora da volta do trabalho, né? Aham. E E aí, a partir eh, teve um determinado momento, eu fui secretária do, do onze de agosto, eh, tinha uma coisa muito violenta na Faculdade de Direito, chamava Tomada, que é assim, um dia antes das eleições do onze de agosto, a gente tirava todos os cartazes de todas as chapas, sim, porque tinha chapas. Três ou quatro. Todas o, e E ficava na porta, segurando faixa, filipeta, tá, tá, tá, cartazinho, cola, escada, e tomava a faculdade. E, olha, teve um dia que eu apanhei do outro partido. Porque as meninas da direita, sei lá se elas eram isso, elas iam de tamanquinho, sabe, da doutora scholls, para tamanquear as outras. Eu fiquei cheia de roxo. Nesse dia eu falei assim, olha, eu tenho, eu já estava no quarto ano, E eu comecei a fazer análise, que fo, é uma outra, né, que eu comecei a fazer a terapia e análise muito cedo, eu tinha vinte anos. Então eu falei assim, olha, eu estou achando que essa história aqui, eu, eu acho que eu vou flexibilizar o muro de Berlim, hoje pensando <laughs> retrospectivamente, a Van La Lettre. Né. E E nisso eu já tinha entrado na faculdade, nas ciências sociais. E também estava vendo que não ia dar conta de fazer tanta coisa, então eu pensei assim, vou terminar a faculdade de Direito e vou fazer uma pós-graduação em Antropologia e Arte, o mais rápido possível. Né, e Eu fiz dois anos, eu fiz um ano, é dois anos de, de Ciências Sociais. Só que aí eu já estava trabalhando, fazia Direito de manhã, trabalhava à tarde, fazia teatro, porque eu era uma das atrizes do Teatro do onze de agosto. E, e fazia facu, eh ciências sociais à noite. Era muito. Mesmo para a minha idade, era muito. Quer dizer, eu não ia em casa, né? E tinha namorados. <laughs> Nossa, tinha uma eh, tinha uma febre de chorinho nessa época. A gente dançava chorinho loucamente no Iabê. Era maravilhoso. E voltava de táxi, depois de umas caipirinhas. Quer dizer, Anjo da Guarda, para as moças do Brasil, eles trabalham bastante. <laughs> Eu espero que eles continuem trabalhando até a hoje Porque eles trabalham, viu? Eles trabalham. eh É uma vida muito intensa, né? e E depois, a, a gente que viveu esse período, eu fico perguntando. eu faço muitas coisas até hoje, né. É treinamento, né? É gosto, mas... É um treinamento de estar em vários lugares, fazer várias coisas, ter vários interesses ao mesmo tempo, que você incorpora isso, né, na sua vida. Vamos ver até quando. <laughs>

Para, para a dança, termina direito?
Não, eu já, quando eu estava na faculdade de direito, eu já, na, nas ciências sociais, eu já comecei a escolher matérias, porque lá tinha essa coisa maravilhosa, que na faculdade não tinha. Você compunha. É, e para mim isso é uma coisa que meus alunos da Unicamp não tem a noção de quão isso é importante na vida de uma criatura, né. Que tem as, tem as eletivas, tem as obrigatórias, mas você pode deixar de fazer o, tem um, sei lá... A um, A dois, A . três, ah não, eu vou fazer A um, não gostei, eu posso deixar o A dois para daqui dois semestres. Isso é uma coisa que mudam a vida de um estudante. Né, na direita eu não tenho essa, não tinha essa história. Era grade que baixava e você fazia. Só no quar, no, no quinto ano, direitos são cinco anos, que você tem essa possibilidade. Eu costumo dizer, se eu tivesse feito o quinto ano antes do primeiro, eu seria advogada. Porque eu adorei o último ano. a Adorei, eu fiz direito penal, com professores maravilhosos, com cultura. Não que os outros não tivessem, mas era uma classe de dez pessoas. Então, era quase aula particular, com livros especializados em várias línguas para a gente à disposição. com As secretárias já conheciam a gente. Então, da eh foi maravilhoso. Meu sexto ano foi maravilhoso. O Oposto do primeiro, que foi aquele terror, principalmente eh por causa do, do trote, né. O começo foi um terror por causa do trote, mas é uma co, muita gente desistia. de cursar a faculdade por causa desse trote. Eu não sei como é que a, a direção da escola permitiu uma coisa daquela. É uma violência, né? Hoje eu não sei como é que está, mas era uma coisa absurda. E tinha gente que amava, se submeter àqueles trote. Bom, então eu, lá na Faculdade de Direito, na nas Ciências Sociais, eu comecei a fazer antropologia. Várias matérias de antropologia.

Né, e que Que ela, eu fiz acho que Marx e Weber com ela. Ou Weber e Marx, não sei. Porque tinha, assim, um curso. Você vai fazer o quê? Vai fazer Marx. <laughs> <laughs> Era uma coisa chique. Você vai fazer Weber, <laughs> que não é o compositor. é É aquele outro. <laughs> Então que que você veio fazer? Então era uma coisa chiquérrima, mas era muito difícil. Tinha que estudar muito. E eu me lembro que eu, eu morri, eu, eu tinha um medo dela danado. Ela que deu Weber a primeira vez. E aí eu fiz um tal de um trabalho sobre o Weber escrito, né e datilografado, porque não tinha computador. E eu falei, se eu tirar sete, eu estou assim no sétimo céu. Tirei dez. Aí eu olhei para ela e falei, você tem certeza? <laughs> Porque eu estudava feito uma louca. Ela falou assim, não, porque aí eu achei uma coisa interessante. Isso que eu, eu acho que é uma questão do professor. Você pegou o que é Weber e deu a sua opinião. Que é isso que a gente quer, né? Que Que você pegue o com, o, o, o, não e o con, o conhecimento consolidado, ele que, que é, que é a questão da graduação, ele se transforme, mas que o conhecimento consolidado não seja jogado pela janela. Você não vai criar nada novo. Eu tenho a Agora está na moda dizer assim, eu não, eu não ensino, os alunos é que aprendem. Eu olho assim e falo, pois eu ensino porque eu ganho para isso. <laughs> É para Eu assinei um contrato para ensinar. Seja lá o que for isso, como você ensina já é outra história. Mas é uma coisa um pouco populista, né? Digamos assim, dizer isso. Mas está muito na moda. Então, esses professores, ela foi uma professora importantíssima.

Eu tive grandes pro, eu tive muita sorte com os meus professores. e

E aí eu comecei a fuçar a questão da dança com elas. Danças indígenas, danças de batuques. Por quê? Porque tem um lado da minha família, minha família é uma, é uma família fortemente de cultura letrada. Então são professores, tem esse meu avô escritor, meu pai é advogado. Mas eles gostam muito de música. e Então assim, a segunda coisa na minha família sempre foi música. Não tem esse mundo da arte, da literatura, mas tem, mas sim, exposições, a gente ia. Desde pequeninha eu ia em teatro, muito menos que atualmente, porque também a o, a oferta não era tão grande. Mas meu avô e meu pai amavam ir no municipal nos concertos matutinos. Né Então a gente ia muito. e E eu vi dança lá, provavelmente, muito pequena. E eu achava aquilo uma coisa interessantérrima. E fiz dança clássica num período que eu, nesse período de passagem entre colégios, de patinho feio, e até eu fiz com uma professora boa na Acêeme da Lapa, que é no Shopping Center Lapa, perto do Anhanguera.

E ela tin, ela, as irmãs todas faziam aula de dança. e E um dia eu fui ver e ela falou, você não quer fazer? Eu falei, mãe, acho que eu quero fazer isso. E comecei a fazer. E fomos

Acho que ensina, não sei se ela se aposentou. Foi minha professora. Mas eu fiz um ano, e no final do ano, e aí elas todas estavam nas pontas já, e eu na meia ponta. na Mas eu achava aquilo uma coisa um pouco Eu gostava. Eu sei que eu nem me lembro direito, mas era tudo com coque, dança clássica mesmo. Ela é uma grande professora. E eu me lembro que começou a questão dos festivais, das festas de fim de ano, né Então, vamos ensaiar, vamos ensaiar. Eu acho que eu devo ter ficado uns dois anos, porque eu vi os espetáculos num ano e, no ano seguinte, comecei a, talvez, participar. Bom Então, ensaia, que tinha ensaio, é não sei o quê. Cheguei a comprar uma sapatilha de ponta, achava muito dolorido tudo aquilo, mas vamos em frente. e Aí, mas tudo meninada, né? Uhum. E ela, aí Estávamos ensaiando um espetáculo. Ela, eu lembro dela conversando com um assistente dela, que provavelmente deve ser uma pessoa importantérrima, que talvez eu conheça, mas eu não sei quem é atualmente. e

E eu não sabia o que significava aquilo. Então tinha os balés com umas cadeiras, que eu era das cadeiras, e as outras eram da expressi, da, do outra turma.

Mas isso tudo uma moçada.

Descia uns plásticos dos, do teto, elas se enfiavam num plástico, né, mas isso não era para mim, eram as mais graduadas. No Clube Pinheiros. E aí vai, papapá, papapá, e aí não sei quem me levou no clube pinheiros para ensaiar, mas eu me lembro desses ensaios, e deles discutindo nomes em francês, e a gente lá, assim, pititica de tudo, né? Porque isso eu tinha... Isso é, quer ver? Sétima série. Né, eu não tinha nem quinze anos. E bem, bem assim, né? Na a As adolescentes da, da minha época eram mais meninas do que elas são hoje. Bom, aí foi, foi, foi, eu sei que um dia essa moça vira para mim, a gente ia para a praia. Minha família. E a, e a, a tal apresentação no Pinheiros era em agosto, ou era um feriado, eu não sei. Aí ela virou para mim e falou, vê se você não toma muito sol, porque bailarina não pode ser morena, e você já é morena. E aí eu contei isso para o meu pai. E meu pai falou, mas isso é racismo. Você vai sair dessa escola. E eu já não estava muito entusiasmada, porque se eu tivesse essa vocação, quem iria me tirar do balé? Eu acho que queria experimentar essa coisa de dançar fora do que a gente já dançava em casa, né. e Eu era louca pelo Barbeiro de Sevilha. Então a gente dançava o Barbeiro de Sevilha com o meu avô, com a minha mãe, em volta das cadeiras, sabe, essa coisa das danças circulares? Aham. A gente fazia em casa. Minha mãe cantava muito bem nessa época, então ela cantava junto com o rádio. Então tinha uma cultura meio musical e, e, e meu pai tinha uns discos de música clássica que ele punha para a gente escutar. e E minha mãe no rádio. Né, mas isso é uma coisa assim, não era especialmente especial, era normal na vida da gente. Mas quando eu, eu Eu lembro quando o meu pai falou assim, mas essa moça é racista. Você não vai mais para essa escola. E aí eu não fui mais. <laughs> Assim. Entendeu? Então tem esse momento, dança, né, formação, e tem essa coisa de que eu, de alguma maneira, aí tem a ques, essa questão das, das adivinhações na vida da gente. eu fui me encaminhando para a antropologia, querendo estudar artes e, e movimento, eu não queria dançar. Eu queria estudar gente que dançava. Eu sabia que era isso. E E aí quando, ê, tinha uma colega minha que fazia Ciências Sociais, que já era emancipada, que morava com o namorado dela na Vila Madalena, na Purpurina – achava lindo o nome da rua dela – na Purpurina, e ela era super emancipada, que morava lá numa edícula, mas eu achava tudo maravilhoso. <laughs> né, e E, e ela, e ela era toda ligada com o cinema, então eu comecei a frequentar muito cinema com ela. A gente, bom, aí, aí Durante a minha graduação, na, eu teve os festivais de jazz, Na Montreux São Paulo, que eu assisti tudo, absolutamente tudo. Tinha as mostras de Cinema, que eu assistia tudo que eu podia, também. Então teve esse pedaço, a gente fazia tudo isso. Bom, então essa minha amiga, que ela é até uma gorduchinha, um dia ela virou para mim, você quer estudar dança? Tem um lugar na prefeitura que se chama Idarte, desse jeito, que os pesquisadores são pagos para estudar arte. Eu falei, gente... Gente que é paga para estudar arte? E o que que precisa? <laughs> E entendeu para fazer isso. Ela falou, ah, não sei, eu vou ver, mas parece que não tem concurso, porque ela já era, ela era mais velha que eu, parece que já está tudo, né, é uma coisa política, né, ela falou. Eu falei, ah, é uma nomeação política? Ela falou, é, não sei o que. Bom, e eu lá nas Ciências Sociais. Aí que que eu fiz? a Abri um concurso no último ano da Faculdade de Direito, não, no quarto ano, para escriturária na prefeitura. Aí eu fui prestar, passei, lógico, porque era uma coisa tranquila. E onde que eu fui trabalhar? Na Secretaria Municipal de Cultura. Não, no Idarte, não. Aí me lotaram no Patrimônio Histórico. né, porque, porque Não, era antes do idarte. Eu sabia que eu queria trabalhar com cultura, então eu já estava começando. Tinha esse papo dessa minha amiga, mas eu achava que era um Olimpo. Aí me puseram no Patrimônio Histórico e acho que foi bem interessante. E aí eu comecei a trabalhar no Patrimônio Histórico e aí eu tive uma sorte danada, porque os meus supervisores, os meus chefes, porque eu não era estagiária, eu era, eu era escriturária, né e. Eu tinha que escrever ata, escrever memoranda, etecetera Mas continuava fazendo faculdade de Direito, continuava fazendo Uspe à noite, tudo. Mas eu já dirigia. Nessa época era mais fácil. Eu tinha uma Brasília ocre. Marajó. Chamava ocre marajó. Então eu já dirigia. Ia para a praia nos fins de semana, que meus pais têm casa em Ubatuba, tudo. Tudo, tudo. Bom, enfim. a Aí no patrimônio histórico eu aprendi demais, porque eu já era, estava me formando em direito, mas o que é realmente aplicação na burocracia, né? Como se abria um processo, como se nume, numera, Porque as mu, senhoras que fundaram a Secretaria Municipal de Cultura vieram da Secretaria de Educação, e elas já esta, ainda estavam lá estruturando, se aposentando em cargos de chefia. E elas me aco, me. Acolheram. Acolheram e falaram, bom, essa daqui vamos investir. E eu fiquei lá. E E aí fiz coisas. Então, tipo assim, mostra de dança afro-brasileira na Casa do Bandeirante, porque tinha uma exposição do Pê erre. E aí eu fui atrás da, da Zezé Mota, porque eu queria uma foto dela para ilustrar o cartaz dos cursos de dança africanos.

Então eu produzi, mo, né, com vinte anos, eu produzi coisas de dança no circuito, chamava circuito cultural. E ao mesmo tempo, quando eu conheci esse professor de dança africana, eu voltei a fazer dança com ele. Fiz, fiz, fiz, fiz, fiz, fiz, fiz, fiz dança africana. Quase virei uma bailarina de dança africana. Porque aí podia ser...
De qualquer cor. <laughs> Não é? <laughs>
Então eu tentei essa questão. Eu tenho grande prazer em me movimentar e dançar. e E isso é uma coisa difícil de explicar para as pessoas. Que não é todo mundo que tem, que é, tem prazer vai ser profissional e não é todo mundo que tem prazer que quer ser profissional. É uma coisa difícil de explicar até para os pais da, das alunas de dança que vêm perguntar, mas o que, que minha filha vai ser quando crescer? Bom, estou no Departamento do Patrimônio Histórico, me formo na Faculdade de Direito, já tinha trancado as ciências sociais porque eu falei, bom, eu vou terminar a Faculdade de Direito e fazer uma pós-graduação em qualquer coisa, vou me largar no mundo, vou morar na Espanha. Me formei na Faculdade de Direito, não fiz colação de grau porque eu achava que era uma uma coisa muito agressiva para mim. Eu não ia ser advogada. Porque eu Eu trabalhei em escritório de advocacia nessa época. Logo no, no último ano de penal, no primeiro ano, eu, eu, eu já sabia que não ia ser advogada. Então eu falei, pai, eu não vou pagar uma nota, porque é muito caro aquela questão da formatura, festa, não sei o quê, e eu tenho uma coisa dolorosa, eu não vou seguir essa carreira. Mas eu tive que colar grau, e no dia da colação de grau me dava vertigem isso, porque aí foi na São Francisco. A colação de grau de verdade. Sim. Me arrependi, viu? Eu devia ter feito esse rito de passagem.
Depois eu me arrependi. Ah
Ah, sim. A despedida, né, de uma estrutura. Eu era muito intensa, entendeu? Sou um pouco intensa ainda, então tinha que ser, aí baixou a Espanha, né? Chega, <laughs> entendeu? Vamos para a co, a colatura que realmente si, significa alguma coisa e não é esse, essa coisa oca, que é um canudo oco, né, que a gente recebe.

E aí eu fiquei lá um pouco com ela, mas a primeira vez que eu tive que entrar na penitenciária do Carandiru para atender um cliente da, e vi o que era o sistema carcerário, eu saí que eu não sabia onde tinha estacionado o meu carro. Aliás, eu não sabia nem se eu tinha ido de carro. porque já tinha metrô naquela época. Eu Eu tinha ido de táxi, voltado de metrô, mas eu fiquei procurando meu carro quando eu saí. E eu falei, não, isso aqui não vai dar certo. Eu não tenho estômago para trabalhar, nem com direito de família, nem com direito penal, porque eu vi a, o menino que tinha matado, sei lá, um pai, um, era um feirante que ele tinha matado. Um Um feirante, o filho do feirante, E era um menino, né, que eu tinha visto ele na delegacia, frágil, chorando, doutor, eu preciso do meu pai, tá, tá, tá, tá, tá, tá. Ele entrou na, na, na penitenciária, ele era outra pessoa. Ele já queria cinco camisas, dois pacotes de cigarro, não sei quantos, não sei o quê. Eu falei, bom, está na máfia. Mas assim, em dois, três dias. Eu falei assim, não vou aguentar essa história.

Vou, aí eu falei, vou ficar no idarte e vou investir. Aí foi Aí que eu falei para o meu pai, falei, pai, eu preciso, eu vou ser pesquisadora de dança no idarte. Ele falou, mas o que que é isso? <laughs> Eu falei, é um lugar que se pesquisa dança, tá, tá, tá, tá, tá, tá. Eu nunca tinha ido lá. Falei, mas eu quero entrar lá, por causa dessa minha amiga. e E aí meu pai, que tinha, conhecia o secretário de cultura na época, apresentou o meu currículo e ele me nomeou. e

E entrou uma leva de gente. Uma leva de gente que, e eu fui direto para a área de artes cênicas, que não tinha concurso. Aliás, não tem até hoje, né, para entrar lá. Aliás, quase não existe mais. Né, existe só o arquivo, mas não a pesquisa. E eu me lembro, no final de um ano e meio, as pessoas revoltadas. Não queremos ser colocadas na rua, porque nós somos bons. Aquela questão de, to, aí eu virei, levantei o dedo e falei, pois eu pode me botar na rua, porque eu entrei aqui sabendo que eu poderia sair daqui em um ano e meio.

Né, e o Idarte foi a gran, foi a minha, foi a minha segunda, eh graduação, né, de fato. Porque eu tive O Idarte é um outro capítulo da minha vida. Foi lá que se consolidou a minha vocação, meu talento de pesquisadora. porque eu tive a oportunidade de que eu vou viver com grandes pesquisadores das artes cênicas desse país. E é, e, e é lá que se consolida, né, porque talento eu tinha. Não sei se muito ou se pouco, mas eu tive essa oportunidade de, de, de trabalhar com uma, com gente vocacionada para a pesquisa. Né, e isso, em termos do que seja uma pós-graduação, uma graduação, não sei o que significa isso exatamente, não tem preço. O que mo, isso os pesquisadores do idarte dessa minha época têm essa consciência também, de que o que a gente viveu lá durante um período, eh, a, dificilmente, não sei se é dificilmente, mas ainda nenhum programa de pós-graduação, pelo menos os que eu conheço de artes, conseguiu estabelecer. porque eu escrevi um texto sobre isso, re, muito recentemente, faz dez dias, porque, ah, diferentemente de uma graduação em artes, onde você tem a sua pesquisa, que, na verdade, a gente luta para não ser assim. junto com os seus orientandos, que às vezes têm várias pesquisas tão diferentes das suas, mas que a gente luta pelos grupos de pesquisa, pelas pesquisas solidárias, pelos grupos de, de fato.

Nós tínhamos um compromisso, primeiro com o dinheiro público e com a documentação do teatro e da dança na cidade de São Paulo. Então, uma vez por semana, a gente se reunia para discutir qual que ia ser ou não documentado. E a, e E eram umas discussões bastante apaixonadas, mas as quais subjaziam teorias da arte da cena. E de várias linhas. Então era uma negociação de uma extrema qualidade profissional. E a gente achava que eram reuniões de segunda-feira. <laughs> As reuniões de segunda-feira. Toda segunda-feira tinha uma reunião. Em que programa de pós-graduação a gente tem essa oportunidade atualmente? Eu não conheço. Idarte assim. Era informação e documentação artística. É da prefeitura. Da prefeitura ligada à Secretaria Municipal de Cultura. Foi pensado por uma bibliotecária, que o nome me escapa agora, Maria Eugênia, acho que é. e que, como bibliotecária, ela sentia falta de uma documentação em permanência sobre as artes, porque ela era uma das bibliotecárias da Mário de Andrade, que fundou a Biblioteca de Arte, etecetera. Então ela propõe um, o que é hoje a gente chamaria de instituto, e de docu, onde juntassem pesquisadores de várias áreas, não era só artes cênicas, então tinha cênicas, arquitetura, música, eh cinema, fotografia, o que mais que tem? Enfim, né, e e ainda se trabalhava na interdisciplinaridade entre as artes, as áreas. Olha que chique. A Ah, design tinha. Artes cênicas estava junto. Dança e teatro, eu aprendi a estudar dança junto com o teatro. E, até hoje, eu acho que isso, eh, em termos de estudos pós-graduados, é o que se necessita fazer. <coughs> É o que é para ser feito, porque âh, o século vinte propõe a, a, o, a, a, o apagamento das fronteiras entre as linguagens. Então, a, a, tudo bem que a gente especializou muito e para isso, teve que dividir em determinados momentos. Mas, em termos de estudos pós-graduados e pesquisa de ponta, separar é ir contra a história das vanguardas, entendeu, do modernismo e do pós-modernismo, muito mais ainda, e do pós-pós-modernismo. E isso, o embate entre as áreas, que é embate, irmãs, me parece muito mais salutar que a divisão.

Arte, nessa época, era na Casa das Retortas.
Depois que foi para o Centro Cultural.
É, porque aí tem aquela confusão dos projetos públicos que não se sustentam o tanto que a gente gostaria. Eh, eh, Na gestão. Nas gestões, né? Então teve um momento que não sei por que que a gente mudou da Casa das Retortas, mas mudamos... Ah, porque tinha que juntar. todas as estruturas no Centro Cultural, que, vocês sabem, era para ser uma biblioteca, e, de repente, o Mário Chamie achou que era para ser um Centro Cultural com teatros, não sei o quê, por isso que chovia, por isso que os teatros não têm, eh, coisa tratamento acústico, porque era para ser um auditório, que nem uma, uma biblioteca chiquérrima tem que ter, né, não quatro teatros, sei lá. Mas, enfim, não estou querendo, eh, isso são questões históricas, eu não estou querendo dizer que foi errado, foi certo.

Foi o que o momento e os atores históricos naquela época puderam fazer. Na inauguração do Centro Cultural chovia tanto que parecia umas cataratas, aquelas rampas assim chuá, né e. As bibliotecárias chorando, porque os livros, os discos do Márcio de Andrade, inclusive, estavam embaixo das cataratas. Não, gente, é dramático. Eu tenho extrema admiração por bibliotecária. Respeito. Não me dou tão bem, mas tenho respeito absoluto. Quase eu tenho veneração republicana. pelo devotamento republicano delas. Nem sempre tão republicano. Mas Porque é, ué, é uma gente que guarda o que a gente tem de melhor ou de pior, não importa. Mas guarda, guarda. Então eu tenho, eu tenho uma admiração. E é muito gozado, porque você fala com uma bibliotecária em São Paulo, elas falam igualzinho em Nova York, falam igualzinho na Espanha e no México. É a mesma língua, é uma raça. Que é lindo, né, porque elas guardam do mesmo, elas tem a mes, os mesmos princípios. É muito interessan Choravam no Centro Cultural. Então, aí nós lançamos, eu já tinha lançado outro. Imagens da Dança em São Paulo. Primeiro, mas. Só você, né? É.

O Imagens da Dança é tem parte do acervo do Idarte? É É um álbum, né? Ã? É uma leitura do acervo do Idarte? É
É, porque, na verdade, me foi proposto aí, faz um negócio de dança, porque de teatro nós já fizemos. E eu olhei e falei, o que eu vou fazer? Vou fazer uma coisa que começa em mil novecentos e vinte e quatro, que parece que era o primeiro acervo, o primeiro registro, que era da Chinitaúma, que a gente tinha, e vai até oitenta e nove, na verdade oitenta e sete, que eu parei um pouco antes, que o livro não foi lançado em oitenta e nove, ou eu tento amarrar isso de um outro jeito, né, que aí eu fiz aquelas, os prolegômenos de uma história da dança a partir das imagens. Mas isso eu falo agora, porque na época eu achava que aquilo tinha que ser mais interessante de, do que simplesmente um, uma coleção de fotos com uns textos enormes no meio. e E aí eu inventei essa coisa de chamar de moderno, clássico e contemporâneo, que foi supercombatível, até porque as pessoas falam, dança não se classifica, você está classificando, isso é moderno, mas vai ser contemporâneo daqui não sei quanto tempo. Uma coisa que eu esqueci de dizer, quando eu era que eu não era estagiária, eu era escriturária no Departamento de Patrimônio Histórico, na divisão de museus. A

Sob a, a direção dela estavam as casas sertanistas e os espaços históricos da Secretaria Municipal de Cultura. Então, a Casa da Marquesa, aquela casa número um, que é ao lado, né, ali no pátio do colégio. e viu na, eu entrei junto com uns, uns, uns escriturários, que nem chama escriturários mais, porque vai mudando os nomes. que eram pessoas todas já fazendo faculdade. Então, eh, tinha pelo menos três, assim, que era uma espécie de tropa de choque. Mas ela poderia ter deixado a gente datilografando em máquinas Ibêeme elétricas, que eram super chiques, que eu não tinha na minha casa isso, né? Então, já era máquina elétrica. Datilografando, memorando e levando o livro de carga para cima e para baixo, né? E não participando das reuniões. Não, ela botou a gente Ela é uma educadora, né, ela, ela dava aula na, ela é historiadora, no Mackenzie, ela está muito ligada com a estru, estava, deve estar ainda com a es, com a estrutura de ensino das universidades Mackenzie. Então, ela botou a gente para fazer coisas e foi um, para mim, foi inclusive aquilo que eu falei, né, de fazer eventos. Nos, nos, nas casas sertanistas, de cola, de, de, de escrever, eh, como é que chama, roteiros de circuito cultural. Roteiros não, mas os textos dos roteiros do circuito cultural. e

E ele estava inventando um museu de rua. Então a gente participava, como escriturário, das montagens dos museus de rua.

Mal, aliás, <laughs> porque eu não sei fazer direito. Mas ele, tudo era super organizado.

E a gente colava, né, as fotografias dos, do Museu de Rua. com cola branca, em tardes memoráveis, né, que era muito interessante esse trabalho que a gente fez o. Ou seja, eu aprendi, sendo escriturária, que na verdade a gente era escriturária, mas trabalhava como estagiária desses grandes profissionais naquele momento, e isso eu passo para os meus estagiários, que não é um desdouro, você colar a fotografia na placa do museu de rua, que não é um desdouro você fazer. Você estar em algu, em ne, nessa linha de montagem da produção cultural é uma coisa fundamental, porque faz parte você aprender a fazer isso para depois fazer o resto. Então, em eh, nem todo mundo tem essa oportunidade que nós tivemos. De, de ir atrás de um show da Zezé Mota, no Auditório Augusta, para ver se ela doava uma foto dela para, né. É uma coisa assim. Como que a arte que, que numa exposição de arte, o público vai ver, ou num espetáculo de dança, é aquela coisa maravilhosa, ela é construída de vários metiês, de várias pessoas. E isso eu aprendi fazendo. E é uma coisa que eu acho que muitas pessoas que, que não têm essa oportunidade não sabem. E às vezes tem que aprender a duras penas.
Faziam imagens da dança. Como escriturária?
Não, aí já era outra coisa. Eu já estava como pesquisadora de assuntos culturais, se chamava. O Idarte tinha pesquisadores de assuntos culturais. foi promovida? Eu fui ê Eu fui promovi Não, na verdade, não existia promoções, né. Meu, eh Foi uma, uma, uma po, uma oportunidade que eu tive de ser, eh, de ter eram cargos em comissão. Então, de ter sido nomeada... Eu era escriturária e fui nomeada para um cargo em comissão. E uns vinte, porque foi uma leva que entrou no, uns dois anos antes, um pouco menos, da, do fim da gestão do Mário Chamie, né. Que eu fui conversar com ele, ele falou, ah, você quer trabalhar com dança? Ah, então vamos colocar você na área de dança. E eu já era formada em Direito, porque uma das, das condições para ser pesquisador de assuntos culturais era ter segundo grau, ou terceiro grau. naquela época. Uhum A história do Idarte é mais complicada do que isso. E

E ele foi fazer um pós-graduação em, eu acho que é Yale. Mas ele falava muito bem inglês, ele recebeu uma bolsa e foi. E lá entrou em contato com a dança moderna, que ele amava. Então veio com um monte de livro. Um monte de livro era assim, cinco, né? <laughs> Que era o que tinha na época. Então veio com livros, veio com não sei o quê. e

Não, não é assim. de teatro. Ele começou a fazer traduções para o estado de São Paulo, traduções literárias, traduções de artigos. E o sábado entrou para fazer crítica de teatro.

Você gosta tanto de dança, você viu muita dança. E ele começou.

Eu fui a segunda pesquisadora de dança. Mas já com uma outra possibilidade.

Tem essa moça aí, sabe escrever relativamente bem. O Idarte tem essa coisa de, dos fotogramas, a gente identificava.

Cada fotograma. Bibliotecária, né, gente? Eu falei que o Idarte foi fundado por uma bibliotecária. Então tinha a questão dos formulários. Mas, de vez em quando, tinha umas coisas fantásticas. Vamos fazer uma exposição de Mário a Mário. Eu entrei nessa época. Mário de Andrade a Mário Chamie. Pesquisas de dança. Passei, sei lá, um mês, dois meses, enfurnada no arquivo do Estadão, pesquisando dança de Mário a Mário em todos os jornais que o Estadão guarda, além dele próprio. Olha que oportunidade. Tirando fotocópia de microfilme. Não, eu tenho esse material. para montar uma exposição pequena. Mas aí eu fiz uma varredura que começava de Mário a Mário, e vamos que vamos. Né Então, aprendi muito. E

Então, não adianta Quer dizer, para mim, a minha formação no Idarte, assim, eu ia a todos os espetáculos de dança. que existiam na cidade. Quase. Hoje em dia, eu vou a quarenta por cento dos espetáculos de dança. Por quê? Porque eu vou, vejo menos? Não, eu vejo mais, porque aumentou muito, graças a Deus, né, a quantidade. Mas, na época, dava para a gente cobrir quase tudo, porque depois a gente tinha que saber o que que ia documentar ou não. Então, é um trabalho que eu fiz desde o comecinho do Idarte. e

Ele olhou para mim e falou, não, é o máximo que você faz. Não é o mínimo. Porque eu considero um espetáculo de dança um livro que eu leio a cada noite. Às vezes, até uma enciclopédia. Às vezes, é um pequeno artigo, um pequeno ensaio. Às vezes, é uma introdu, uma orelha <laughs> de um livro. Mas, às vezes, você senta na frente de uma obra de dança e você está na frente de uma enciclopédia. E essa experiência é única, só que depois a gente tem que decupar, traduzir em palavras, em cultura letrada, em cultura visual, em, em suporte visual, enfim, toda aquela discussão sobre memória, né, que você sabe muito melhor do que eu. Mas, enfim, eh, conhecem mais bem do que eu, aliás. e

O máximo que você pode fazer, que é o máximo, é ver. É ver e estabelecer com aquele espetáculo, com aqueles artistas, uma atitude de profundo respeito. Não é fácil.
Não sei se é uma pergunta ou se é um comentário, mas, na abertura do, do imagem da dança, você fala de fotografia e dança. Uhum. Coisas tão di, ah, ah, eh, suportes Você fala que a fotografia registra a dança, que é a arte do efêmero. Uhum. E, e Como é que foi trabalhar com fotografia e dança, assim? Essas coisas tão diacrônicas, aparentemente.
Olha, eu não escolhi, né? Eu cheguei lá e isso era o estado da arte, digamos assim. Então eu, eu, eu, para mim, foi uma, eh, foi uma oportunidade rara da, do espetáculo, que é efêmero que, e que é um contínuo no tempo, no espaço diante dos nossos olhos, estar sendo decupado. Então, para quem quer estudar dança, isso é ouro em pó, porque para e Depois, no pós-graduação, eu fui estudar o grau zero da escritura do Barthes e que é isso que ele coloca, né. Qual que é o grau zero da escritura cinematográfica? Né, a gente sabe que não é a fotografia. Bom e depois com as mídias digitais não tem mais grau zero. porque não existe mais fotograma, então <laughs> é uma outra história. Mas, naquele momento, não tinha. Era Tinha o matique, né, né, não se colocava a questão do filme. É Era muito caro, né, o filme e o mati e. Então assim, eu tive essa oportunidade porque veio, da onde vem essa questão da documentação do teatro? Vem da, de uma experiência da Tereza, co, na francesa. que já estava sendo feito na França por pesquisadores.

Então em dança era mais complicado ainda, porque teatro a gente fazia foto, foto Pêbê, foto cor e gravava o espetáculo. Então tinha o registro da trilha sonora. Dança não se gravava, porque ninguém falava nada. Você percebe? Tinha só música. Se falava como? Por metáforas corporais, que é questão basal. Então, eu tive essa sorte de, primeiro, entender muito de fotografia, que eu entendo até hoje, né, que eu fui e, educada para fazer o enquadramento. Tudo isso ninguém me ensinou. Eu fui aprendendo com os fotógrafos, que eram grandes fotógrafos que trabalhavam para a gente.

Falei, nós queremos isso. Acabou, porque o filme Polaroid sumiu do mercado, sei lá, e também começou a se confiar nos fotógrafos, né, porque ou você delega ou você está preto, né. Eu acredito, porque, quando eu entrei, as Polaroids já estavam sendo aposentadas. Então, a questão da fotografia é uma relação que, para mim, para além da questão do, do registro fotográfico em si, da dança, me proporciona um instrumento de estudo de dança. E eu, estudando aquilo ali, eu comecei a ver que O registro em si, quando você para aquele espetáculo através da fotografia, ali tem indicialidades do espetáculo como um todo. E que é isso que eu tento fazer no Imagens da Dança. Quer dizer, é uma forma de enxergar a história da dança dentro da obra de dança. No caso do Imagens da Dança em São Paulo, numa, numa tradução da obra de dança que é o registro fotográfico. Eu fui estabelecendo uma metodologia de estudo da dança.

Já tinha o Centro Cultural São Paulo naquela época. Falou assim, mas você vai ser muito infeliz aqui. Você tem que dar aula, você tem que dançar. Ah, mas eu tenho o cargo de pesquisadora de assuntos culturais Falou, mas e daí? Vai dar aula. E ela propôs um curso de Laban, Fundamentos da e, de Laban. E eu fui fazer. Né. E aí eu entendi tudo que uma professora minha de dança, que eu já estava fazendo dança, quando eu voltei da Espanha, bom é uma história comprida. Eu fui para a Espanha, trabalhei com dança, etecetera. Quando eu voltei, fui cair na Maria Duschenes Uhum. Porque no mile, ah não, como que eu fui para a Du?

Porque você gosta de dançar, mas não quer ser profissional, tem uma coisa lá interessante. Mas eu não entendia o que a Maria Duschenes falava.

Tudo não, porque quem sou eu para entender tudo o que a Dona Maria Duschenes fala? Né. Porque ela é outro gênio. Que nós tivemos eu Eu tive a, a, o, a honra de conhecer e compartilhar muito de perto determinadas estruturas, né, do ensino e da arte dela. Mas aí eu comecei a ver que a coisa não é, é muito complicada, mas não era o bicho de sete cabeças. e

Maravi
Tinha esquecido da Maria Duschenes
Mas a gente retoma na próxima. é uma vi eu
Eu é muito. É muito complexo. <laughs> Então vamos combinar
Tinha esquecido da Maria